Ce eme a

Ter vindo aqui no museu fazer essa entrevista, e eu queria começar seu nome completo, local e data de nascimento.

E local e data de nascimento? É são
Paulo, capital, bairro Vila Guilherme.
E no dia?
seis de janeiro de trinta E nove, no Documento. No documento? É, porque eu um pouquinho. Ah, é que lá se registrava assim, né? Muitos filhos, tenho onze

Eu tenho dez
Irmãos, então é complicado né? E o senhor sabe qual que é? O quanto mais velho o senhor é do que a data do documento?
Não, acho que meses, meses.

E o senhor sabe a origem deles?
Portugueses. Vieram fugidos de lá quando trocou regime.
O senhor sabe como é que foi essa viagem? Não eu sei, foi um
Foi num navio No porão do navio?
É. E o que que eles faziam lá em Portugal?
O meu pai era pescador. Ele vivia em, éh pe é perto de Mira, perto do Porto. Então eles... É um lugar chamado Gafenha.
E o senhor sabe como seus pais se conheceram?
Não, não tenho ideia. Naquele tempo não se conversava com, com os pais, ninguém falava nada. Não dava para você fazer pergunta que valeria para hoje. Não tinha a chance, assim, de perguntar
E aí, então, seus pais vieram de Portugal para cá e aí foram para onde? Foram para, é ali na
ah, ãh beirando o Rio Tietê, na ponte da Vila Maria, para o lado de baixo. Ali Moraram ali, por ali, sempre por ali, perto do rio, porque meu pai aproveitava e também exercia a profissão de pescador no Rio Tietê. E o... a vítima, o remador, era

O remador? Era. Então, o senhor passou a sua infância lá na Vila Guilherme?
Na Vila Guilherme, na beira do Ritietê.
E o senhor pode contar para a gente como era um pouquinho esse cotidiano de trabalho, de ajudar o seu pai, de remeiro, no barco
Primeira, primeiramente, nós fazíamos transporte de tijolos das olarias que eram lá para o lado de São Miguel, assim a a frente de Guarulhos. E nós tínhamos um barco, eles chamavam de batelão, um barcão, porque tinham os barcos menores. E ãh a gente transportava cinco mil tijolos. E vinha de lá porque não tinha estrada, era o rio que funcionava. Ele serpenteava, né? E E vinha até aqui onde hoje, muitos lugares né, mas onde hoje passa o o metrô ali. Tinha uma estação areal do do do trem, né? Aquele cantareira. Aí a gente chegava até a o Ah, isso era era demorado, demorava A gente éh pegava o tijolo de madrugada na olaria. De, devia demorar uma hora e pouco para chegar aqui, porque ele, o barco andava sozinho, o rio corria, né? Não era como hoje, com o rio morto. O barco vinha sozinho, o pessoal vinha só fazendo a a manobra, né? Então, não era fácil, não. Muitos afundavam, porque o rio tinha lugares que jogavam água para para dentro do barco. Tinha uma certa proteção, mas, às vezes, não era o suficiente. Então, era um prejuízo danado.
O senhor se lembra assim de alguma viagem nesse barco que foi marcante? Bom, eu não
Não tem nada assim marcante. Eu, eu lembro uma coisa marcante, uma contra a minha pessoa. Aí, um é é, um detalhe, não sei se adianta contar, que eu eu era pequeno nessa época, e āh o tijolo, ele era colocado em cima de um, chamava-se no porto. Eu fiquei no intermediário, o s um irmão jogando o tijolo para mim e eu jogando, e o tijolo não era esse pequenininho que a gente vê hoje né ele era um enorme. Eu tenho uma lembrança, em casa eu tenho um deles. Então eu me cansei, era um moleque fraco, e j e pe o pessoal ficou rindo. Ficou rindo e eu larguei o serviço e vim embora. Então s essa é a lembrança triste, porque eu levei uma surra de, daqueles pau de cambuí que chamam, né de acender fogo de padaria, eu levei uma surra com a com aquilo lá. A minha mãe que falou, você vai matar o o menino, né? Ele então parou senão, era assim que funcionava. E para mim serviu porque foi uma lição. E eu sempre trabalhei na minha vida, acho que eu fiquei com medo, trab trabalhei até pouco tempo agora. Todos na minha casa, todos trabalharam. Era uma lição né. Ele soube dar
dessa forma. Então vamos voltar um pouquinho e falar, o senhor tem dez irmãos, e como é que era mais ou menos a ordem? O senhor é filho
Eu sou caçula.
Caçula?
Caçulinha. Ah tem deles que já Tem um que vai fazer noventa anos agora. Esse ano é que faz noventa Nasceu em vinte É o mais velho. Os outros já, quase todos já embarcaram.
E como é que era o cotidiano na casa de vocês? Ah era um
Era uma luta, né? Porque a gente trabalhava... Nesse tijolo, tinha uns que t eh tiravam areia, porque a Vila Guilherme era um era um um lago só, naquele tempo não tinha quase casas, então todo lugar tinha uma lagoa para ser tirada areia. E funcionava assim, uns não trabalhavam naquilo, trabalhavam na areia. O meu pai era pescador e eu era remador no no né naquele tempo no Tietê. Todo mundo tinha a sua ocupação. Depois passaram essa fase, aí já o pessoal já entrou em fábrica, essas coisas assim, e começaram a trabalhar. Mas não era fácil. Aí já modificou um pouco. Quando consertaram o rio, bom, a gente já não estava há muito tempo né, porque não tinha mais peixe. Tem uma fábrica em São Miguel Paulista que é é nitroquímica. Dizem que ela foia pri, eu não posso dizer aqui porque eu não, né, mas dizem que ela foi a principal causadora da mortalidade dos peixes. Que o que aparecia peixe morto, coitado, os últimos que... que morreram lá eram os bagres, que eram mais resistentes, os bagrinhos lá, mandi, mas dava uma dó, porque eu cheguei a beber água do rio Tietê, a água era limpa, né? Então e, no fim, acabou tudo, o rio morreu. E tem um peixe no Tietê agora, eu vou contar isso aqui, se alguém tiver, alguém ver ou ouvir, vai pensar que eu estou brincando. Mas há uns meses atrás, meses atrás, eu estava em cima da ponte da Vila Guilherme e vi que tinha peixe no rio. Saiu uma água de um de um de uma tubulação, isso é na ponte da Vila Guilherme mesmo, do lado do Pari Então tinha uma, uma tubulação soltando água e tinha uns peixes ali que eles tentavam pegar aquela água mais limpa. É uma espécie de peixe, é quase que nem o cascudo. Se al alguém deve estar, se me ver falando, vai saber o que eu estou dizendo. E tinha vários lá. E eu percebi porque eles pulavam. Eles estavam na agonia de certo ali, ou pegando alguma sujeira que vinha do do da tubulação. Bom, eu sei que no fim das contas tinha um um pessoal limp, ãh varrendo a ru a ponte ali, varrendo, pintando, e eu chamei o sujeito, falei, você acredita que aqui tem peixe? E eles riram de mim, aí eu falei, olha ali, olha ali. Aí eles olharam e viram os peixes pulando, é essa espécie de peixe. Mas depois choveu, e aquela coisa rodou, e depois eu voltei lá e não vi mais. Mas é, eu não, eu estava... Lógico que se vê que não é uma é uma verdade mesmo, né? Mas sumiram os peixes dali. Agora tem... Costuma ter ali aquela... Aquela, Aquele... Como é que se fala aquele roedor lá? Como é? É um roe... Como? Capivara. Que elas fogem de lá da daquele parque ecológico e elas v, acho que na enchente, né? Elas vêm com a água e ficam por ali. Eu passei na ponta agora faz três dias e eu eu eu passei de bicicleta. E olhei lá embaixo assim e vi a pisada de uma assim. Então, falei, eles ainda estão aí, né? A pessoa passa ali e nem percebe uma coisa dessa. Então, mas é, porque eles, eles ficam naquela água suja. Agora, o negócio de de melhorar a água que eles estão falando aí que, isso é tudo conversa. Vai ser difícil. Se continuar assim, nem daqui a cem anos não tem peixe ali.
E o senhor falou, bom, que no começo o senhor pai, o senhor ajudava o seu pai a a pescar lá E que peixes que s, vocês pescavam?
Ah, o peixe de água doce. É saguiru, lambari, o tal de, chamam de cará, mas cará é um, é a cará, né, que eles chamam. É, né, todos esses peixinhos de água doce.
Então. E aí vendiam esses
A gente vendia trinta quilos por dia, porque nós tínhamos um reservado no barco que ali cabia trinta quilos de peixe, onde a gente, a gente colocava uma lanterna de querosene para clarear a pessoa que estava jogando na tarrafa, aquela coisa que tinha mandique, espetava a mão da pessoa, né? Então aqueles, éh... Como é que eu estava falando? Bom, era es esse tipo de peixe que eu falei. Então, agora, nas lagoas, em lugar fechado, que a gente pescava com rede, não tarrafa, com rede, aí sim, aí pegava toda espécie de peixe. Tinha traíra, essas coisas assim.
Então é. E aí, então, a sua mãe em casa ficava ajudando, cuidando do
Não, tem um detalhe, e esse detalhe que eu vacilei agora não falar. Vinha um peixeiro de feira, ele vinha com o carro recu , éh ã, de manhã cedo buscar o peixe. Mas tinha dias que o cara não vinha, ou tinha peixe ou não ia na feira, que era aqueles carros antigos né m é, naquele tempo já tinha carro velho. Então, ele vinha buscar esse peixe, mas tinha dias que não, não sei o que acontecia, e aquele peixe ficava ali. E eu e minha mãe, a gente tinha que ir procurar uma feira para vender na, numa esquina. A minha mãe, coitada, já já idosa, né? E ela pegava, arrumava um prato lá, um prato com qualquer pessoa, e vendia o prato cheio, assim, até acabar o pe, até acabar, vender tudo para vir embora. Não era fácil, inclusive, isso daí que dificultou meus estudos. Eu comecei a estudar com
anos. Bom, o senhor falou também quer Bebia água do rio. Tinham outras atividades que vocês faziam no rio? Ou iam nadar, tinham momentos de...
Olha, naquele tempo tinha, tinha natação, tinha lá uma corrida, uma natação que o pessoal saia da ponte de Vila Maria e ia até a ponte das bandeiras, a nado. Fora a corrida de de barco, aqueles barcos que, não sei o nome daquilo lá, chamavam de sandolim, não sei porquê, se é nome mesmo. E eles éh ãh faziam esse trajeto. O Corinthians também tinha tinha embarcação, só que eles não vinham para baixo. Porque a água ali, tinha uma ah perto da Godia, a água corria muito. Então, se o cara vem com o barco daquele, ele afundava. Ele ficava dali para para o lado da ponte de Guarulhos. Quer dizer subiam. Eles nunca desceram. E tinha o Tietê, tinha o Clube Espéria, que eles faziam esse tipo de...
O senhor chegou a participar de alguma dessas? Eu?

Não, porque eu era garoto, né moleque. Mas os meus vizinhos lá, o pessoal, eles... O que eu fazia muito era atravessar. O Tietê a nado Eu tinha sete anos e nadava. Atravessava o rio, né? Atravessava, desatravessava. A nossa brincadeira era essa. Era mais dentro d'água do que outra coisa. Não, a gente brincava também essas brincadeiras todas de moleque, a gente fazia tudo isso aí. Tinha aq aqueles carrinhos de rolemã, né? Aquelas que a gente fazia aquele barulho. Hoje eu, a turma faz lá na minha casa, eu não gosto, mas eu já fiz isso para os outros. Fazer o quê, né? Então, mas tem uma passagem de quando eu pescava com meu pai que eu posso contar aqui porque eu acho interessante essa passagem. Eu não estou perturbando, falando nada ãh demais, nada? Não. Éh eu f Uma ocasião, porque naquele tempo não tinha a via Dutra. Da ponte da Vila Maria até a ponte da Vila Guilherme era um matagal, um mato fechado. Bom, então... Eu estava pescando com meu pai, para o lado de cima da ponte da Vila Maria, perto da Godira, ali tinha umas lagoas. Eu estava pescando e, por infelicidade, eu de eu eu sentava no barco como eu estou aqui. E eu deixei cair a caixa de fósforo na água. Quando meu pai pediu para acender o cigarro, eu não estava mais com a caixa. Aí o que meu pai fez? Meu pai m, man, encostou, mandou encostar o barco né Ele me cutucou com um aq um varejão de tocar barco. Não sei se vocês já ouviram falar que tem um... Tem uma coisa na ponta assim. Ele me espetou com aquilo lá, me bateu, e eu desci do barco e ele ficou sentado. Eu fui até na minha casa. Eu andei uns, uma meia hora no meio do mato, abrindo o mato, fui em casa. Buscar uma outra caixa de fósforo. Aí minha mãe falou assim, olha... Leva duas e põe outra no barco, no outro bolso, senão a ca o cas né a coisa vai ficar feia.

Falou que, rapaz, ele ia te matar lá. Eu falei, tá bom. Então, isso daí serviu para mim. E, poxa, no passar dos anos, que eu vi que serviu, porque eu tenho pavor de cigarro. É para alguma coisa Ah eu, a A gente ia em parques de diversões. Naquele tempo eu tinha uma namoradinha lá num parque, e quantas vezes eu queria ver essa namoradinha, que a gente é apaixonado, né? Garoto. E eu queria ver essa garoti, a menina lá no parque, eu sabia que ela estava lá, e eu estava passando dentro do tietezão, remando o barco, assim. Com o maior desgosto. Não é fácil, não. Então tem esses detalhes, assim. Mas eu fazia brincadeira, era toda toda que se usa hoje, sem ser A aí, né Então fazia tudo. E o Tinha, porque eu eu sempre joguei futebol né Desde garoto eu participava de clubes lá. Eu joguei bastante futebol, até para firmas ãhn, para empresas aqui de São Paulo. Eu participei, até a última foi essa, posso falar o nome? Pássaro Marrom. Então eles vinham me buscar em casa e coisa Acho que eu não devia ser muito mau jogador na mas sempre na, na várzea
vocês jogavam bola, saíam? Ah, tinha

É normal. Naquele tempo, a gente não ia no cinema. Para ir no cinema, tinha que botar gravata. Nós lá andávamos de tamanco. Sabe esse tamanco de pau? Não existe, lógico, né? Mas a gente andava com aqueles tamancos na beira do do rio, por ali, coisa. Só quando botavam sapato pra ir num outro lugarzinho, assim, num parque de diversões, coisa. No cinema, não. Por causa da, da tal gravata, que lá ninguém usava Tudo barqueiro. Se alguém visse a gente de gravata, ia dizer que o cara era afeminado.

Na escola Ah foi tudo Bem, é É estudei Eu, eu trabalhava em banco nessa época. Fiz, fiz é mas Dureza né na época, no No sindicato dos bancários...

é que foi? Disse para ir trabalhar no banco ou no
Ah, sim. Aí depois eu fui trabalhar no banco, fui caixa, tesoureiros.
E como é que o senhor foi trabalhar? É eu
Eu estudei para isso, né? Antes eu fui trabalhar na feira, e na feira, você sabe, a gente adquire uma prática tremenda, um negócio de de de, de preço, de peso, né? A gente pega aquilo lá e você sabe quanto custa qualquer coisa, e eu adquire adquiri um jeito que eu conto tudo. Eu eu estou num lugar, eu estou contando coisas. E eu conto, ãh parece uma loucura isso daí, não sei se é, né? Eu mas eu conto até folha de árvore, assim. Eu sei quantas folhas tem. Num estádio, quando eu vou, eu faço a média. Lógico que eu não sei. Mas eu faço a média, sei quantas pessoas tem num estádio. Então, uma série de coisas assim que ficou na cabeça. Eu sempre procurei desenvolver esse lado. E da escola, quando o senhor era pequeno, o senhor chegou a frequentar? Frequentei escola, a escola ainda está até o hoje lá, chama-se Orestes Guimarães, é no Pari Eu ia da minha casa lá na escola, era meia hora a pé. Hoje tem gente que demora duas, três horas para ir na escola lá para, para cima né, mas eu demorava meia hora. Mas eu ficava lá ligado numa campainha que tinha do lado, um sino, para ir embora para casa, para poder encontrar rapaziada para ficar naquelas lagoas nadando, que coisa de louco né, mas não tinha coisa melhor. Então, <laughs> era interessante isso daí. Uma ocasião, porque a gente era barqueiro, sabe? Barqueiro, viv, a gente vivia dentro d'água, mais na água do que fora. Então, uma ocasião, a professora, que naquele tempo era exigente, a professora fez, me fez eu eu, me lavar. Aquilo foi uma humilhação que eu passei. Ela me fez eu eu me lavar, lavar por completo, lá num... uma torneira, lá no pátio. Quer dizer, que lá... Porque eu andava cascudo, né? Era assim, a gente não tinha esse negócio de... Chuveiro não tinha em casa, a gente tomava banho na lagoa. Mesmo depois, quando eu comecei a trabalhar, a gente vinha do trabalho e tinha uma lagoa atrás de casa e tinha um trampolim lá, a gente nadava. Mas não era só eu, todo mundo. As mulheres também, as mocinhas, todas faziam isso daí. Então, naquele tempo, eu passei essa vergonha na escola, eu nunca esqueço isso.

Mas foi tudo, tudo é, tudo serve né na vida, a gente vai né, por isso que vale a pena Eu trabalhei na feira um tempo e estudava de noite e foi onde adquiri mais ou menos uma certa prática. Aí eu fui trabalhar até com uma pessoa, não vou falar que uma, fui trabalhar depois, chamado para trabalhar, porque aí eu adquiri prática Né num numas coisas que eu fazia, então não sei se... É assim, da gente ser uma pessoa honesta, né? E eles me chamavam para trabalhar com eles. Até depois de aposentado, eu passei na rua lá, uma empresa me chamou e falou ó , que o dono ia morrer aqueles dias. Que tinha... Ele não se deu bem na operação do coração. E eles me chamaram e falaram, vem aí. Sei que aí eu fui administrar no lugar do cara que morreu aqueles dias. Aí fiquei trabalhando lá, mas trabalhei dez meses só. Porque o dono era... Ele ele fazia por causa dos dos funcionários, sabe? É um negócio triste aquilo lá, que eu vi Então eu peguei... Não dava. A pessoa chorava, ela vinha chorar para o meu lado lá. E eu dizia assim, ó eu não sou patrão, não sou nada aqui. Falei, não sou nada aqui, eu sou que nem você. Mas não sou nem empregado, porque eu não era registrado, né?
Bom, mas o senhor foi registrado no banco, esse foi o seu primeiro emprego assim? Ah, fui registrado em banco
eu trabalhei, pode falar o nome dos bancos? Eu trabalhei no Banco da América, o primeiro banco, que era na, no prédio Martinelli. Eu trabalhei sete anos ali, eu conhecia até os moradores do prédio. Aquelas lojinhas embaixo, tudo aquilo né Depois dali o, ãh ... Depois Eu fui trabalhar no no Banco Itaú, trabalhei tudo, tudo, acho que deu sete anos, incluindo o da América, né? Mas depois eu éh eu pedi para ser mandado embora, porque eu tinha um terreno e estava em questão judicial e e eu queria construir ali para ficar mais firme na coisa. E eu fui pedir para ser mandado embora e construí a casinha lá onde eu moro até hoje. Então depois arrumei outro emprego num banco mineiro. Banco... Comércio e Indústria de Minas Gerais. Depois éh era o Margarinhas Pinto, esse banco. Também trabalhei lá um, mais uns sete anos. Depois me chamaram para trabalhar, que eu não vou dizer o nome, mas é um homem muito conhecido da televisão. Eu fui trabalhar com ele, administrar um setor lá. e fiquei administrando esse setor lá um algum tempo. Então e, né. Eu sei que tinha muita coisa errada lá e eu consegui consertar. Pode falar detalhes? Então éh... Eu era uma espécie de... O o serviço que eu fazia, eu também inspecionava. E tinha, eles tinham umas lojas na época, que essas lojas estavam dando prejuízo. E eu saí para ver o que era e eu percebi o que era. Não eram, essas fábricas de móveis, esse pessoal, eles não eram cobrados. Então, o gerente, gerente da loja fazia tudo quanto era aí eu passei a pedir para, para esse dinheiro das lojas, muitas lojas, éh... o dinheiro ser levado para um banco para a turma contar na minha presença. Então, aí eu vi que a coisa era feia. E depois sabe o que aconteceu? Tinha um sujeito lá que ele era Não tem problema eu ficar falando isso, não, né? Tinha um sujeito lá que ele, eu ia ser transferido para o setor dele. Ele era o, vocês lembram do Menudo? Ele era o empresário do Menudo, esse cara. E eu eu via que a turma puxava muito ele, a coisa, né? E eu não gostava daquilo lá, eu não admito essas coisas, então eu pedi as férias e fui viajar com a minha senhora para a Bahia. Quando eu voltei, eles tinham me mandado embora. Quer dizer, eu estava pegando no calo do pessoal, apertando eles, e foi o que aconteceu. Mas não tem problema, depois eu arrumei outro, fui chamado para trabalhar numa outra firma, porque eu, ah ah naquela época, eu que fazia o meu salário. Não é hoje, não um negócio de currículo, aquela coisa toda, né? Mas era assim, eles me chamavam, mas eu fazia o s o meu salário. Se não pagasse, o que eu queria eu não ia. Inclusive, na última firma que eu trabalhei, eles me pagaram por fora, para não ir contra os outros funcionários né E sabe o que aconteceu? Eu me aposentei e dancei, porque aí só constava aquilo que eu tinha na carteira.

Então eu fico olhando eu tenho um amigo que mora na rua, que era uma lagoa, e... Éh ele mora, comprou uma casa lá. Eu falei para ele não comprar, que dá enchente lá, sabe? E E ele falou assim, ah vou te fazer uma surpresa. Eu falei assim, que surpresa. Quando eu fui ver, ele tinha comprado lá. Ele pediu para que eu... visse uma casa para ele, mas não ali, né? Aí quando foi ver, ele tinha comprado o ali na enchente, falou, olha, quem vai ter a surpresa é você. Aí, no prim, na na primeira época já, é de te, éh, ele fez uma parede de mais de um metro de altura nesse lugar. Lá chama-se Vila Pisote, é na Vila Guilherme ali. Então ele fez essa... Agora ele arrumou uma bomba, arrumou uma bomba e tira a água que cai do do telhado no quintal, ele joga para fora. Porque ele fez a parede, só que tem uma coisa, dois dias ele fica dentro de casa, não pode sair de casa. Então, mas nesse lugar que ele mora, eu falei para ele, ó, eu pescava aqui nesse lugar aqui. Peguei peixe aqui onde és, nós estamos. Eles acham ficam assim, admirados, né? Porque a a Vila Guilherme era, o pessoal tirava areia, como eu já falei. Então, todas aquelas casas que hoje são feitas ali, e, e, empresas, coisa e tal, aquilo era tudo lagoa. Tudo mesmo. Tem coisa que eu vejo na, às vezes eu vejo foto daquela época e eu, ãh, lógico que eu reconheço né mas eu f, dá a impressão que não foi ali naquele lugar, que mudou muito. Apesar que aquele trecho da Vila Guilherme é, éh é, ele é feio, sabe? A Vila Guilherme, a parte de baixo ali, não não tem nada de de bonito, não. Tem muitas empresas de transporte, sabe? porque não tem morro, é fácil de manobrar os carros. Então... ó aquilo vai ficar sempre coisa feia ali. a mudança do rio para nós A mudança do rio para nós, na época, foi um transtorno porque eles tiraram as pontes, então eles faziam com tambores, com tambores de de de gá de óleo assim, gasolete tambores de duzentos Eles colocavam um madeirame ali e era a nossa passagem para o lado do Paris. Era interessante. E também teve uma época que tiraram a ponte. ah Nessa época já tinha ônibus, então ele tinha que dar a volta lá pela ponte da Vila Maria para chegar ali. Era um transtorno ali. Porque ele quando ãh... no tempo em que eu era garoto, No tempo da Segunda Guerra Mundial né, a gente... Éh uma coisa puxa a outra, a gente ficava naquelas filas de pão. A gente ia nas padarias e a gente ficava na fila do pão, assim, ia hoje, por exemplo, já para as cinco horas, e ficava até a padaria fechar e abrir, às vezes lavar, e a gente no dia seguinte... pegava o pão, aquele pão ruim que eles vendiam, né? Então a gente passava isso aí. Tinha que ir lá no Pari, porque para, para cá não tinha nada. Não sei se vocês conhecem, mas aquela parte da Vila Guilherme Alta, tem um tal de, tinha um zoológico na Vila Guilherme, né? Então daquela parte para cima não tinha casa, nada. Dali de onde eu morava, eu olhava para lá, só via mato assim. Hoje em dia, o São Paulo todo está, tem... Mas naquele tempo não tinha nada, nada, nada. Era só nós, a turma dos barqueiros lá. Então se conhecia, tinha vizinho ali, ãh de mais de um quilômetro a gente conhecia, era amigo do da pessoa. Hoje em dia, na minha rua, Eles passam e não me cumprimentam. É, eles passam lá e não me cumprimentam, porque não é de cumprimentar mais. Ninguém quer perder tempo, assim fazer

né.
E fica por isso
Eu conheci ela na igreja Santo Antônio do Pari A gente ia fazer aquela coisa que a turma faz na cidade do interior até hoje, que as mulheres andam assim e os homens ao ao contrário, né? E eu conheci a minha senhora lá. Nós estamos casados já cinquenta e um anos e meio. vou fazer cinquenta e dois agora em junho, dia vinte e oito Casamos na igreja Santa Rita do Pari lá, que era uma Capela não é a igreja que hoje está lá né Mas a minha mulher é uma coitada dessas mulheres, que é é me é melhor que aquela música da Amélia né, muito m superior àquela. Mulher é uma coisa do outro mundo. Eu nunca vi aquilo lá. Se eu tento ajudar, ela não quer que ajude. Nada, a coitada sofre lá viu Não é brincadeira. O que? Aí vocês começaram a conversar... Não a gente

na praça Igreja, está a praça A pestá lá, para quem quiser ver. E eu conheci ela ali. Ela trabalhava de empregada doméstica na na rua Santa Rita. E tinha uma firma lá. Bom, eu sei que ela trabalhava lá. Eu conheci ali. E não me arrependi até hoje. Se fosse para casar de novo, com outra pessoa, eu, mesmo que fosse jovem, eu Não teria jeito

Ah, eu fui para muitos lugares. A gente sempre teve um carrinho, né? Para a Bahia eu, a gente foi de ônibus. Mas para outros lugares, a gente foi de carro. Paraguai, esses lugares por aí. Foi muito... Ãh Bom, praia, essas coisas. A gente morou no Guarujá também, seis anos. E de da de dali eu também ia para outros lugares. Quer dizer, a gente nunca parou, né? Agora eu estou querendo ir, mas ela ela acha que está muito... li muito idosa, sabe? Já perde aquela vontade de sair de casa. Muitas vezes eu vou por aí e ela não vai. Eu mexo com música, sabe? Música, essas músicas antigas, choro. O pessoal de São Paulo todos me conhecem, quem mexe com

Eu canto. Mas é tudo música antiga. Eu conheço mil e Então a gente vai por aí, em asilo né, que é o lugar que ouve né que tem gente para ouvir essas músicas, é em asilo mesmo, outro lugar só louco que ouve. <laughs> A minha mulher mesmo não gosta, ela fala, poxa, não sei como você fica perdendo tempo com isso aí.
E o senhor tem um grupo?
Não, eu faço parte de vários grupos de São Paulo. Eles ligam para mim e me chamam, hoje é em tal lugar, assim, assado.

Vai. E qual que é a música que o senhor mais gosta de cantar?

É música popular.
É, mas tem alguma, assim, que toca mais o senhor? Algumas? Ah...

Olha, tem muita música. Como são muitas, eu não tenho ãh preferência por uma, assim. Porque eu gosto de praticamente de todas, né? Principalmente a, as que eu canto, eu gosto de todas. Senão eu não cantava. Então tem é música desses cantores antigos que eu vejo que tem um programa do Silvio Santos que ele pergunta quem é essa pessoa que está cantando. Quer dizer, eu sei, sempre eu sei. Mas aquele rock também, o rock eu conheço ele, ele mora perto de casa, a gente se cruza assim lá, né? E ele também sabe tudo, ele vai lá e responde, mas se eu estivesse lá, eu saberia também.

Esse ainda frequenta, ele canta num lugar lá em Santana.

Então, e tem esse pessoal do Chorinho, que que toca na televisão, eles são conhe todos conhecidos, perguntar para ele de mim, eles sabem. Mas eu sou mais um, eu não sou, eu eu não digo que eu sou cantor, eu sou um cantante. Cantor é outra coisa, o cara que vive disso né eu, quem sou eu? Sempre, sempre. Desde é Quando eu tinha dezessete anos, eu frequentava uma academia musical, chamava-se Conservatório Musical Nepomucemo, era na rua Brescia, onde tinha um negócio de hipódromo lá, era perto, naquele tempo teve um hipódromo na rua, quase no final da rua Brescia. E eu cantava, é eu comecei assim, né? Depois fui cantar em estações de de, em ca programas de calouros, assim. Era interessante aquilo lá. Participei, comecei a ganhar prêmio. É o... Tinha um clube dos artistas na rua Jairo Góes, do lado da Igreja do Braz, ali na rua Jairo Góes.

A gente se tornou amigo. Então a gente fazia programas em gravações, assim, na casa das pessoas. Até naquele tempo eu trabalhava na feira e eu ficava me ouvindo, era um barato aquilo lá, naquele tempo que a fita e era aquele de dois rolos, sabe? É um rolão grandão assim, e eu botava falava para o cara lá ligar, falava, liga para mim aí, em tal estação, ele ligava e eu ficava me ouvindo cantar, então era um barato aquilo.

Então, mas eu nem sabia que era ali, eu nunca fui lá. Depois que me toquei

era ali mas eu nunca frequentei a rádio

Não eu a s... Não ah... É, era assim. Não é prêmio. Eu comecei a cantar, o pessoal achava bem, eu já não podia competir mais. Então, eles me apresentavam assim como... Até hoje.

Eu falava, vou chamar uma pessoa aqui, assim. Porque tem pessoa que não sabe e nem nem acredita, né? Porque o o... cantar é uma arte, você sabe, não pode, não pode atravessar. O sujeito pensa que é que nem atravessar uma rua. O cantar não, tem que ser ali, é uma matemática, é interessante por causa das pausas né Então não pode fugir àquilo. E a gente canta conforme aprendeu né, no no aprendeu pela gravação. Só que tem uma coisa, tem muita gente que não consegue me acompanhar. que o cara não conhece as músicas. Tem sujeito, então, eu ando em todo lugar e eu vou no lugar que eles me, né me acompanham bem. Porque tem uns lá que não conseguem. Não conseguem e fala ah eu não conheço. Se não conhecem, não adianta. Que eu canto música do Noel Rosa, aquelas músicas antigas do Noel. Até esse, éh faz pouco tempo, acho que um ano, mais ou menos, eu, a gente fez uma homenagem para Carmen Miranda. Lá onde foram feitos os filmes do Mazzaropi, tem uma Vila Mariazela, já ouviram falar? Vila Mariazela, então, lá tem um... eles ainda conservam aquelas casas lá. Tem casa que tem mato nascendo dentro, tem telhado. e nós fizemos um, uma apresentação lá, em homenagem à Carmen Miranda. Então, né, eu não sei, ah de cor não, mas eu dei um jeito lá e cantei as músicas da Carmen Miranda. E teve uma esses dias é, também há pouco tempo, agora, Tem uma cantora, ela tem pronta e dois anos, ela, ela era da da negócio de revista, que eles falavam, né? E ela foi conhecida no Brasil todo. É só

Ela disse que não foi para os Estados Unidos no lugar da Carmen, porque a mãe dela adoeceu, ela era muito chegada com a mãe, mas ela ia fazer a mesma... o papel da da Carmen Miranda lá. Eu estive com ela esses dias, foi uma satisfação grande. E ela, coitada, ainda trabalha numa escola na Vila Mariana. É professora lá. E ela faz a mesma coisa que fazia antes, aquele rebolado, aquela coisa, aquele gingado, aquela mulher, uma loucura aquilo lá. Uma mulher com oitenta e dois anos, é bonito de ver aquilo. E tem umas, tem outras por aí também.

Lá ela, ela tem ido para, para a Europa toda. Ela é uma, uma uma senhora. Eu não vou falar uma veinha que não pega bem, né? Mas é uma senhorinha muito educada e coisa e tal. E Não é uma mulher bonita, mas faz o sucesso porque ela canta direitinho. Sabe cantar.

E eu faço a minha parte.
E o senhor se anima a dar uma palhinha para a gente? Não aí não, não pega bem
Não, Estou fora. A minha palhinha só canta em tom alto e gritado. Se eu vou gritar aqui, vai vir até a polícia. Essa eu vou ficar, é Essa eu vou ficar devendo
Bem o senhor então casou, teve filhos Três. Três filhos.
Meu caçula está com
e sete. E o mais velho?
O mais velho é Cinquenta e um É filha.

Tem outra, tem Quarenta e oito. E o nome deles?

Era bombeiro de profissão. Lá na Anchieta, trabalhava na Anchieta, lá fazendo tudo que tinha direito, né? E agora está reformado. Mas ele só f... Mas o negócio dele é contar his casos lá do... É um caso terrível lá que tinha dos de desastres lá. Não vou nem falar nisso aí, porque isso aí não dá para contar. E ele ficou com aquilo na cabeça. Deve ter traumatis traumatismo né para contar isso assim. Ele conta um certo... Né O que ele fazia? Saia no jornal, ganhava louvores lá e coisa e tal mas Diz que não valeu um nada para ele aquilo lá, só só sofrimento que teve por causa do que ele via nos outros, coitado. E a minha outra filha, uma delas, éh, casou, não deu certo. E é muito boa, muito educada e coi tal, mas em os homens geralmente não gostam de mulher assim. Eles gostam de mulher daquelas, da pá virada, que é para saber que está sendo traído ou imaginar que está sendo... E ali não, não tinha graça nenhuma. É verdade. O homem gosta assim, ele se sente realizado. Aí ele briga, fala ah, você não sei o quê você, aquela história, né?

Não é um barato, mas já é natureza de o do homem, porque ele quer ser o bom e ele não sabe da da situação, o que se passa quando ele... Bom, aí já é outra história. Quando ele não está por perto. Fizeram uma pesquisa agora, não sei se foi aqui em São Paulo, diz que quinze porcento das crianças não são filhos do casal. É muita criança, tem milhares que o cara trata como filho e não é filho. Já pensou? A gente fica imaginando que situação. <laughs> E a outra filha? A outra filha também o, ela ficou viúva no dia treze, treze de maio, no dia que da escravidão do dos escravos, treze de maio de fazia acho que cem anos, se não me engano, e o marido dela tinha problema, problema com vício, e ele é acabou morrendo. Ele foi me visitar, eu morava no Guarujá, Foi me visitar lá e e, né, encrencou lá Coitado, quando ele vinha subindo naquela estrada do Quilombo, chama-se estrada do Quilombo, ali no no em Cubatão, ele bateu um carro, uma Kombi, ele bateu num caminhão. Não sei se descuidou, ele quis morrer, porque ele estava desesperado, que né dizia que não largava o vício. Pedia conselho para mim, eu falei, você tem que ser durão. Mas não não, não deu jeito. E a filha ficou viúva, não casou mais. O filho tinha sete anos, agora vai fazer vinte e nove em abril. Dia dos de abril agora faz vinte e nove anos o garoto. E ela não, nunca mais quis casar. E essa

Quantos netos? Cinco Tem três Bisnetos
Como? Como é que é a experiência de ser avô? Olha eu
, eu não me ligo muito não, viu? Vou ser franco. Eu sou um cara que não gosta de ficar em cima, paparicano, nada.

Quem fez, que cuide. Porque eles pegam esses velhinhos que nem eu, para encostar, para o cara virar empregado deles, comigo não tem não. Um neto quis fazer uma casa, a minha casa é grande, e ele quis fazer uma casa no fundo lá, não sei o que, eu falei, estou fora, falei para ele. Procura em outro lugar, que aqui não dá não, quero sossego. Eu fico deitado no chão lá, do, no meu quintal, deito na sala, vendo te ve ou lendo ou ouvindo música, ninguém me incomoda, não tem coisa melhor. A única coisa que eu vou levar aqui é isso, é sossego. Eu só tenho um cachorro, lá eu tenho um cachorro agora que está me dando o maior problema. Eu sempre ouvia falar do Rottweiler e eu achei interessante aquilo lá. Poxa, eu gostaria de ter um cachorro desse. Dizem que é assim, que é assado. E realmente é um cachorro que ele já me mordeu duas vezes, já mordeu <laughs> a minha mulher. Mas é um cachorro e, ele é muito grande, ele cresceu porque ele é cruzado com um pastor alemão, né? E ele é um cachorro, ele ele pega as coisas na minha boca quando eu estou comendo, não sei o quê. Mas outro dia lá ele deu uma virada, não sei o que que foi, fez assim para mim, né? Aí eu falei, o que que é, rapaz? Aí não sei o quê, não sei o quê lá Aí quando eu peguei ameacei ele com uma coisa que eu tava na mão lá, uma pazinha, né? E quando foi de tarde, eu tava sentado no quintal, sem camisa, só de short. descalça, e ele veio, lambeu minha mão, aí quando passou para o lado de cá, ele me atacou. Ele me pegou na mão, eu levei doze pontos. Ainda não sarou aí.

Isso aqui foi na sexta-feira que ia começar o carnaval. Então eu levei doze pontos aqui. Agora estou querendo doar, se alguém tiver interessado, já que nós estamos aqui. Agora que ninguém vai querer, né?
E para o senhor, quais foram as coisas mais importantes que o senhor fez? Que eu fiz? Ah...

Eu fiz tanta coisa importante. Na minha vida, o importante foi o casamento, que muda a vida da gente né O importante foi eu ter conhecido essa mulher que eu estou com ela, todo esse tempo. E outras coisas importantes, porque eu jogava futebol, disputava, então era importante. Na música também, eu tenho muitos amigos, tudo isso é Tudo é relativo.

Sonho
Olha, um sonho maior que eu tenho seria impossível para mim, mas é viajar. Viajar para todos os lugares que pudesse. Fora, aqui no Brasil mesmo, mas fora. Então eu estou para ir para Portugal para buscar um documento que eu, que você me falou né Eu eu acho que vou acabar indo lá se não tiver outro jeito. Porque a gente está arrumando uma documentação do velho e falta esse detalhe, senão a gente não pode vender uma casa que a gente tem lá na Vila Guilherme. Uma casa que eu nasci nessa casa. E nós estamos vendendo o terreno, né? Mas o que já teve de invasor lá, que lá lá perto tem uma favela, um lugar lá que invadiram, né?

Eles foram os primeiros a fabricar moringa no Brasil. Então, né es esse pessoal está ali e eles invadem a casa. Quantos eu já tirei de lá? Mas é uma encrenca, assim, encrenca porque eu falo numa boa e eles acabam saindo, Mas, nossa, aquilo me me enche a cabeça. E eu queria ver se eu resolvia esse problema e está difícil até... Hoje, se der tempo, ainda vou passar no cartório lá para retirar os documentos que não vai dar certo. E o sujeito ia me cobrar vinte mil para fazer essa documentação. Eu até topei para para resolver. É uma coisa que... porque ninguém mexe. Meus parentes, ninguém quer saber. Eles deixam tudo na minha mão. Eh né Éh... gente... não sei. Acho que é mais bobo. Procura fazer as coisas dos outros. Então, eu me intrometo muito assim. Que eu vejo uma situação difícil, eu tento ajudar. A gente faz o que pode, né? Então agora esse negócio aí está complicado. E eu vou ter que pegar um avião lá e, e ir até lá, né? Porque eu tenho os parentes ainda lá. Tem, eles Eles vão e vêm, vão e vêm. Porque eu tenho uns parentes que são bons de de de bolso, né? E eles vão sempre quando podem para lá. Mas só que não me trazem o que eu quero. Eles vão, dizem que é na, mas sempre sem o que eu quero.
E ca e caminhando para o final assim dessa entrevista, o senhor acha que a gente deixou de comentar alguma coisa?
O que o senhor queria... Não, acho que... Acho que
Não. Tem nada que o senhor queira contar de especial, que a gente não tenha colocado ali?

Eu fiz um curso na Polícia Civil, eu sou radiotelegrafista, formado pela Academia de Polícia, mas nunca, mas não exerci a profissão porque naquele tempo não era ho, como hoje que era unificado esse negócio, né? Então eu ia perder vinte e tantos anos de trabalho, então não fui, não fui fazer o que eu até gostaria. que me chamaram para trabalhar num avião que ia para Fortaleza. Então eu ia ser o aquele que dá , que que fala, né a telegrafia. Naquele tempo tinha telegrafia. Então eu ia, mas mesmo assim não, eu não quis perder a minha... Senão eu não teria me aposentado. Eu ia me aposentar com Noventa anos Mas então foi isso aí Nãoz não, porque eu sempre ganhei bem nas firmas que eu trabalhava, trabalhava no que queria. Quando eu fui trabalhar nessa firma que eu não disse o nome, eu fui uma espécie de Ins inspetor. Bom, na verdade, É uma firma que vende carnê, que agora você já sabe quem é, e e eles e ninguém queria trabalhar com isso.

Porque era uma coisa que só no Brasil pegou. Você vê que nos países aqui não deu certo. Só no Brasil, porque o brasileiro é mais é mais coitado né, mais inocente, e aceitou. Essa é a verdade. Então, é o que acontece? Eu tinha que me comunicar com a direção do banco, a diretoria, para arrumar é é um convênio para essa né, para o banco poder receber esses carnês fora de São Paulo, que o negócio era só por aqui. Então eu passei a fazer isso no Nordeste, em todo lugar, e eu que expandi isso daí né Se alguém deles lá estiver vendo, vai saber que fui eu, porque eu nunca falei isso para ninguém. Mas e daí? Não não, né Foi uma coisa que eu estava lá para fazer e fiz. Apesar que não ficou documentado que eu fiz. Então, eu tinha né muita coisa que eu fiz lá. Então, eu fazia pagamento de oitocentos, oitocentos vendedores que tinha lá. Eu pegava o dinheiro no banco e trazia naquelas malas cheias. naquele tempo, que essa firma é ali na na rua Jaceguai, né? Então, é eu pegava o dinheiro lá num banco bandeirante, na na Brigadeiro Luiz Antônio, e o negócio estava necessitado, lá eu pegava. Eles não sabiam que eu fazia isso, mas eu pegava pegava o dinheiro, botava nas malas um carro de praça, já entrava. Se fosse hoje, já estava perdido, né? Mas eu fazia isso daí para adiantar as coisas. Então, era o que eu fazia e outras coisas a mais. Quando eu ia nas nessas lojas que estavam empipinadas, a pessoa que vinha servir o café ficava com dó porque a bandeja tremia assim. Eu ficava com dó, não era nada, não era ninguém. Mas a bandeja tremia, assim, ah o o café na na no pires, dava uma dó. Porque sabe a turma sabia que era fria, né? Então, mas... No fim, ficou tudo para lá, eles estão lá até hoje. E... Estou aqui vivo graças a Deus e feliz Ah, foi bom, foi bom, é uma história comum, mas é interessante falar sobre isso, sobre aqueles tempos, né? Tudo passou, tudo mu, tudo mudou e a gente está aqui ainda para contar a história. Talvez seja a última história, a primeira e última que eu vou contar, porque a coisa já está meio complicada para o meu lado, a Mas está tudo bem. Eu fiquei contente de de poder falar. Se servir para alguma coisa, né está muito bom.
A gente ficou contente de ouvir. É
Obrigado. Eu fico agradecido também De vocês me atenderem tão bem Ficar escutando essas pataquadas aqui até agora. No bom sentido.